oito do seis de quarenta e oito. E me diz o nome completo também dos seus pais e onde eles nasceram.

Sabe como foi que eles se conheceram, que eles se casaram?
pouco da história Moravam nos Campos Elíseos, né, na época, e, se não me engano, conheceram na rua, ponto de ônibus, se não me engano, foi, sabe, por aí. Começaram, na época de hoje, uma paquera, entendeu? depois começaram a namorar e se casaram, não é? Nesse nesse, minha mãe já morava aqui, na Vila Madalena, quando eles se casaram.
Es eles ahn tiveram quantos filhos além da senhora?
Três. além de mim, mais dois. Mais duas moças.
Como elas se chamam? Mais velhas, mais nova?
sou a mais velha ahn

E a senhora conviveu com seus avós?
Convivi com o meu com a minha avó paterna e depois com o meu avô e minha avó materna.
moravam.
poucas pouca, pouco tempo.
não moravam juntos então com o quan?
mora a minha mãe morava aqui nessa essa casa, aqui na Vila Madalena.

com os pais,
E e e o que que a senhora lembra assim da da casa? é que era a sua casa?
É uma casa antiga, né, na época, enorme, com um t um terreno grande, e os os cômodos bem divididos, enormes, e ao fundo, interligada mesmo, tinha a casa onde minha mãe morava, né, com meu pai e com nós.
E na parte da frente?
parte da frente, meus avós. Mas era uma coisa uma casa interligada, entendeu? Porque antigamente aquelas casarões enormes, né, com aqueles comandos enormes.
Isso ficava em aonde? Em que
Aqui na Vila Madalena, na Rua Rodesia.
o seu pai fazia o quê? Ah
Na época, de criança, ele trabalhava na... tinha aonde a êm tíi víi agora tinha a Rádio Tupi. E ele ahn não sei dizer ao o certo, o que que era, eu sei que os autores faziam a novelas, que era novela de rádio, aquela coisa, né, e ele datilografava, umas coisas assim. não sei dizer ao certo. mesmo continuando ao ao longo do tempo, ele foi o f prestou um concurso e foi ser contador do Hospital das Clínicas, o primeiro negro contador dentro de uma repartição pública. E
e sua mãe, o que ela
A minha mãe é uma, era enfermeira do Hospital das Clínicas também. Depois Que quando a gente era menor, foi costureira, trabalhou pela Prelude, foi costureira há muitos anos da Prelude. E, depois também, com o passar do tempo, meu pai já está se encontrava no hospital ela entrou Hospital das Clínicas
Vamos tentar voltar, assim, ao a a sua infância e ver lembrar, assim, qual é f a sua memória mais antiga, qual é a sua primeira lembrança, assim, da da da vida.
Quando a gente era pequena, a casa onde que a gente a aí onde vi ahn vivíamos, né, aquele quintal enorme, as brincadeiras... A gente era livre e solta, né, dentro da da casa em si, por por o terreno ser grande.
Né? Éh acho que é essa
Não sei, não sei lembrar. muito das brincadeiras das horas boas. Como é que é? Das coisas boas que aconteciam, de de primos, parentes irem visitar a gente, né? Vir até aqui. Aqui que eu digo é a casa e aquela aquelas brincadeiras com os primos. A gente achava o máximo também quando a gente tínhamos que... eles tinha muita que essas coisas, né? Ahn se Dessa semana, o fim de semana, você vem, no outro fim de semanas, você vai para minha casa. Então, tinha os parente na Casa Verde, e a gente, nossa, era bárbaro, bárbaro, ir para lá. era um sacrifício, porque, na hora de ir, era tudo bem. na volta, só tinha condução até a Teodoro Sampaio. Sabe, que era o bonde. Então a gente vinha da Casa Verde, tudo isso eu estou te falando quando a gente era pequena, que é o que eu pouco que eu lembro. E quando e E daí tinha que subir de lá da Teodora até aqui em cima, na Rodésia, que toda vida, vocês conhecem a Vila Madalena, é esses... É altos e baixos, né? era nossa morte, porque a gente já vinha chorando desde lá da Teodoro até aqui em cima, causa da de subir, cansada, né? E havia muito cachorro, muito cachorro.
Mas os cachorros na rua, né?
Na rua, é. Muito cachorro na rua. E era a gente passava, era aquelas latiam, aquele barulho. a noite, já quando a gente estava voltando. Então, essas lembranças, para mim, são são primordiais, são muito boas.

boa e depois a gente vê aqui... São coisas que, quando a gente passa no bairro agora, lembra aqui foi isso, aqui tinha isso, a gente andou muito a pé.
Como era o bairro, assim, depois que você que a senhora foi crescendo, foi re vivendo sempre nesse bairro, na Vila
Não, não. Depois teves o os casamentos, né, <laughs> entre aspas, daí me afastei.

O seu casamento?

Ah, não, mas aí eu ainda estou na sua Ah, ainda está na minha infância. Então, éh nessa época, né, de infância, além de ficar na casa, assim, vocês frequentavam o bairro, saíam?
Que que lembranças... Sim, é o que eu que eu estou te contando que a gente, os parentes de ahn nosso, tias, assim, moravam Casa Verde, em Santana, que a gente fazia aquelas revisões e tal... Tinha uma... uma madrinha que morava aqui mesmo na vila, na Rua Madalena, que a gente ia muito lá e ela veio muito em casa. Frequentávamos a... Estudamos, inclusive, aqui ahn na Igreja S ahn Santa Maria Madalena, que ao domingo tinha o cineminha, que era bárbaro, então tinha que ir na missa no domingo de pela manhã, daí eles davam um cartãozinho, e a gente, à tarde tinha o direito de vir ao cinema, mas tinha que ir na missa para vir no cineminha.

Era escola também. Ah Era uma escola de barracão, era éh um barracão. Não tinha, sabe, a estrutura, né, que tem hoje. Era um barracão de madeira. éh, nossa, boas memórias. antes disso, porque aqui já se fazia o primário, nós frequentamos, como eu disse para você, que minha mãe trabalhava na Prelude, que ficava Na Oscar Fre, na Oscar da uma travessa da Consolação, não me lembro agora. Ainda tem até hoje. nós frequentávamos um parquinho, ela deixava a gente num parquinho, ali na Consolação, que até hoje existe. hoje existe um parque um parquinho infantil. Então, a gente saía daqui da vila, ela deixava a gente no parque, ali na Consolação, e descia para o emprego dela. E na volta era o mesmo roteiro.
Ah, então, quer dizer, não sei fica vocês não ficavam em casa enquanto ela ia trabalhar? Não, ela não
não. A
Ela carregava vocês, deixava no parque.
isso. E saía e voltava para trabalhar.
E aí, depois, vocês passaram a ir para a escola?
Ah, sim. Daí, ahn pelos conhecimentos, amizades e tal, ela conseguiu... Nós tínhamos... Tinha um colégio chamado Santa Mônica. Era numa travessa da... da Consolação também. Não sei, se não me engano, era até rua Augusta era o Colégio Particular de Fleiras. pelo conhecimento ela, nós fomos matriculado lá, nesse eu e a minha irmã do meio. ficamos também, depois saímos saíamos do parquinho e íamos para lá, para esse colégio.
era um colégio particular, não era?
Era um colégio particular de Fleiras, muito bom. Nós passamos depois j, acho que por carga do destino, não sei, ao certo, porque ela sa ela saiu da Prelude e tal. Daí que nós... Talvez seja essa mudança, causa que ela começou a trabalhar no hospital, prestou concurso, tudo isso daí, né? que nós viemos para cá.

Olavo Pesote. Ah, era o Pezzotti? Olavo Pezzotti. E e quem cuidava da escola, a senhora lembra? Quem era o diretor? O Ah, não lembro. como era a escola? Tinha muitas crianças? E
Tinha, tinha. As crianças aqui da redondeza, praticamente só tinha ela. Lá em cima, né, para, assim, primeiro ano, segundo ano, na na época se dizia assim. E depois, mais tarde, que havia o a o Brasília Machado. Só tinha o Brasília Machado aqui embaixo.
Então, foram as duas escolas que a senhora fez?
Olavo

Isso. Isso. E como eram os moradores, em geral? eram éh imigrantes? Eram que
Havia muito português. português então O português aqui era o dono da quitanda, da venda, do açougue. Nós éramos rodeados mesmo porque, inclusive não sei é importante falar que éh s nós somos... Tanto a minha família como tem o outro vizinho Somos que permanecemos... Família negra que permaneceu, sabe? Porque a gente sempre foi rodeada por pelos portugueses.

Tinham poucas famílias, só sobreviveram duas até agora, entendeu? E Mas tinha mais que a o que aconteceu. vendendo as casas. Eles o bairro foi expandindo, entendeu? Na época, quem tinha dinheiro eram eles, querendo abrir os negócios, né? foram vendendo a ca as casas, quer dizer, que foram indo para Casa Verde, Pompéia e daí a mais para o fundo. se não, aqui em Vila Sônia, Caxingui, as famílias foram tudo... Atravessaram a ponte, eu consigo con éh eu digo. Atravessou a ponte. E foram vendendo, sabe? Uma judiação, né?
aí, quer dizer, ficou pouco pouca famílias nera

E isso por quê? É que nem eu estou te falando, né? Éh vendiam por, assim... O bairro estava ficando muito caro, entendeu? Com a vinda dos portugueses. que nem a nossa casa, as pessoas, a quem tinha é aquele éh... Como se diz? que vem de família, né, que ahn, como se fala é? Herança. Heranças. A nossa é é assim, né? Heranças Então, quer dizer, para manter o padrão de vida, quan quan né quando a gente era pequena q, era muito difícil, né, com a vinda deles para cá. Então, o que eles foram fazendo? Vendendo, tinham as propostas, vendiam e iam embora do bairro.
A sua lembrança da sua casa, nessa época, tinha assim alguma dificuldade econômica, a senhora lembra disso?
não, não. Não, não, não. Porque meu pai sempre trabalhou, independente da da rádio Tupi, ele fazia, tinha outro trabalho também, que agora não mão me recordo, e quer dizer que ele sempre manteu Man manteve a família, sabe, bem estruturada. Graças a Deus, não não havia problemas nenhum. a Tupi era um uma estação, um emprego que mantia mantinha assim o o bem os funcionários, como assim cooperativas, sabe, festas ahn de Natal. Eles dan davam presentes, bonecas, aqueles presentes. Segurava bem os os funcionários, sabe, eram bem renumerados.
E aí a senhora disse que lembra muito das brincadeiras nessa casa. Que brincadeiras eram essas?
Por a casa a ser no meio do terreno, que na época se construía muito, deixava aquela o o terreno enorme na frente e a casa lá no meio. a gente brincava de dar a volta no meio do quintal, de pique, de de roda. E tinham muitas meninas também na vizinhança, né? A gente brincava muito de cantar, sabe? aí ficava na rua quan Tinha época que a gente já mais crescidinha, ficava na rua com os meninos, que depois se tornaram grandes... grandes homens aqui na Vila Madalena, né, como açougueiro, e na época, né, ahn quitandeiro e, saíram para jogar bola, um monte de coisa, se tornaram um povo legal. as brincadeira essa, ficar na rua brincando de pique, não tinha outra coisa senão pique, roda, brincar de cantar, todo mundo queria ser artista, era isso.
Já tinha uma influência assim, já todo mundo cantava samba, alguma coisa assim, ou era que tipo de... Não.
não, não. Foi do contrário. Assim, é mais a música que a gente ouvia na época no rádio que os adultos ouviam.
Que era qual?
por exemplo, Dalva de Oliveira. Ahn Sei lá, o ahn não não lembro o artista, assim. tinha muito artista. Isso por meu pai tra por trabalhar lá na Tupi, Germano Mathias, ele tinha um programa que chamado Homero Silva. Ele um pro era um produtor e um a um apresentador. tinha um programa de criança, que a criança podia ir lá cantar, assim, tipo éh calouro. Então a gente, nossa, para nós era festa, né? Daí nós eles escreveram, meu pai nos escreveu lá, e a gente, minha mãe se arrumava, as três negrinhas tão bonitinhas, e íamos, sabe, participar do programa. E a gente ia a pé, porque não tinha condução. saia daqui da Rodésia e ia até lá em cima, na Tupi, que é lá em cima, da... você sabe, né? Na Uhum. Esqueci o nome da rua, não é Alfonso Bovero, mas é lá
E aí? A senhora foi crescendo, já entrou na escola. Éh

Da escola, já contei até adiantado, né? É
Chegando na escola, ahn qual foi, assim, o seu maior impacto na escola, né, foi um lugar agradável de ficar? muito estudo? Era muitos amigos? era, assim, incômodo de estar?
Não, não. sempre muito bom.

Quem estava ger quem estava na escola era o mesmo pessoal que quando não tinha outras pessoas estranhas, não tinha outra crianças estranhas. mesma ca aquelas mesma que a gente brincava quando estava dentro de casa, quando não tinha aula, entendeu?

Não tinha essas da gente sair para a casa de outras outras crianças. Então, era ali em ca ali na minha casa e na calçada.

Quer dizer que nós fomos crescendo, fomos para o colégio, para a escola, todo mundo com a mesma idade praticamente, quer dizer que não teve problemas de adaptação.

E a sua mãe não era brava, deixava todo mundo ficar em casa? Como era? Não
Para ela, preferia. E nós fazíamos... Ela éh... Tínhamos um cachorro, fazia batizado do cachorro. Era aquela festa, fazia tudo. Ahn um gatinho, aparecia uma das crianças, vamos fazer batizado. Nossa, ela era bárbara. fazia o bolo, fazia os doce. E era aquela coisa, festa juninas. sabe, promovia também. Quer dizer que é talvez pela minha mãe é que tinha tudo é natural, até hoje em dia é natural, por ter três filhas mulheres, entendeu? era preferível nós estarmos ali, ela fazer tudo e estarmos ali debaixo dos olhos dela.

Como é que era, assim, o rádio, você entrou num estúdio de rádio? Como é que foi isso? Então, era um auditório
Era um auditório E então a gente ele o

a gente já em casa ensaiava, porque minha mãe fazia a gente ensaiar, e cantar, e cantar. tal, eu chegava lá, E era tinha um uma da uma das vezes que ficou muito gravado na minha lembrança foi que um ahn tinha uma das músicas que o me era uma negrinha toda estilizada, né, com um vestido curtinho e tal, e minha irmã vestida de homem. De homem, então, tinha uma contracena, entendeu? nossa, muito bárbaro, muito bárbaro mesmo.
como era a música, a senhora lembra? que vocês ensaiavam muito, que foram participar?
Sei, lembro.
Como era?
não lembro quem ca ah can eu lembro quem cantava sim. Foi o Germano Mathias que gravou essa música. é vivo ainda. É assim. Não sou chegava, ou ela chegava, não sei. <sings> Não sou de briga, mas estou com a razão. <sings> ontem bateram na janela do meu barracão.

<laughs> Então ó. <laughs> Muito bonitinha, né? Você imagina. A cena, né? cena. a minha mãe ensaiava, gente, né? E a gente, nós íamos co ahn co... Pela música, a gente ia do jeito que era, né? Era um menino... Era uma história do menino contando, né?
Era um menino, aí vocês vocês iam vestidas de menino?
eu de menina e ela o a outra irmã de menino. Ele quer é a música, né? Que ele
E essa coisa de cantar, de ensaiar, o canto era sua mãe que
Mãe que fazia. Ela que fazia a roupa, que arrumava a gente e tudo. E aquela aquele divertimento, né? Porque saí daqui, da Rodésia, subia até lá, o Sumaré. Nossa, a gente ia toda, né?

Verdadeiras artistas, entendeu? <laughs> Não <laughs> Muito Foram as lembranças está muito boas.
Nessa época, cês vocês queriam ser artistas, assim, era uma
Eu gostaria. Era? De ter sido. uma é uma das coisas que, nossa, ficou gravada, p e por falta de oportunidade ou, talvez, por causa deles mesmos. Porque nesse inteirinho a gente foi crescendo e, continuando o meu pai trabalhando lá, a gente tinha acesso a tudo, praticamente. Então, ahn o que que acontecia? a gravação de de novela já, depois, né? Então, a gente tinha contato com Débora Duarte. Éh vou falar das pessoas que éh da minha idade agora que estão aí em evidência, entendeu? Débora Duarte. artistas a gente ficava, né?
Parada.
a gente tinha... assim, contato com elas, conversavam, né? É uma Era uma coisa só, não tinha distinção nem de cor, nem de nada, sabe? eu falava, nossa, eu quero entrar. Eu Nossa, eu não sei, não digo minhas irmãs, mas eu, por mim, eu estaria lá dentro. Mas, o destino da vida, sei lá, fomos se afastando.

que que aconteceu? não aconteceu nada.
Eu acho acredito é que Talvez fosse por causa de de escola, sei lá, não não não sei dizer o porquê. estava sempre junto com com esse pe com esse pessoal, entendeu?
era rádio, na época, que eles faziam, né, não era televisão?
Não, sim, já havia televisão. Nesse tempo já havia. elas eram, como eu estou dizendo, Débora Duarte e muitas outras aí, elas eram mi Quer dizer que a gente todo mundo era criança. Né? Não é que tinha aquela aquele glamour que tem hoje, né? Eram criança Então, a gente tinha contato com o Lima Duarte, ahn, nossa, um monte, todos os artistas que... Que é você vê a Tupi, a Rádio Tupi, foi a promissora. Ela que trouxe a televisão para cá, né? Uhum. quer dizer que, você imagina, tudo era concentrado ali. Tudo era concentrado aí em cima.
Vocês tinham têvê em casa, por exemplo, acompanhavam os programas?
Tínhamos. Tínhamos. Tínhamos a a minha avó, foi a primeira a comprar. era aquela coisa, né, mó barato a gente, criança, e não tem sossego. A gente parava e ela punha A gente sentava, tinha uma mesa lá na sala, na sala de jantar, e com uma mesa enorme, a gente ficava sentado, tudo assim, no no pé, não na cadeira, no pé da mesa, porque a televisão ficava baixa e dava para alcançar. Então, mesmo, sabe? ficávamos assistindo. Tínhamos televisão, sim.
era um costume ver muito a televisão, ver à noite?

Era rígida. As coisas são eram assim, não. A gente assistia só à noite, ou à ta à tarde, aliás. Sabe? pouco de televisão, fazia lição, estudava. Até o caso deles chegarem do serviço, minha mãe chegar do serviço, não é? E dar janta, tomar banho e dormir.
enquanto eles estavam no serviço, vocês ficavam com a sua avó? Com a minha avó. ela era muito rígida?
Era. bem, nossa, bravíssima. Apanhamos muito.
Ah, ela batia em vocês?
com palma de São Jorge.
Como é que era isso?
<laughs> Nossa, mas que a gente pintava também, né? Nossa, a gente... Imagina três crianças praticamente com tan mesma idade, né? A gente pintava, deixava ela louca. ela pegava aí no quintal, tinha ahn muita palma de São Jorge, Aquelas coisas de antigo, né? Éh arruda, mas era bastante mesmo, bastante espécie, né? Bastante espécie. Nossa Senhora! aquilo era duro de de esfarelar, porque ela não quebra a palma de São Jorge. Ela vai desfiando e... Nossa, põe um... Ficar com as pernas todas enver cheia de vergão.

isso. Ela não tinha essa coisa de bater no bumbum, assim, de? Não.

Não pegava de no colo e batia, não. Ia dando,
Ia correndo atrás.
Ia distribuindo, claro. A gente não ia ficar parada mesmo, esperando.
E aí a gente voltando nessa sua vida, então escola, rádio, canto, né, o que, como foi? O que você veio fazendo, né? crescendo, começou a namorar, como é que foi esse início da juventude?
Peraí, deixa assim um pouquinho um pouquinho mais distante. Aqui na Vila Madalena, meu pai sempre trabalhando em dois serviços, como eu passei para vocês. aqui na Vila Madalena havia uma uma escola de samba. Que, no caso, não era escola, era cordão, né, na época. de ouro, se não me engano, chamava, é. quando chegava a é na época de carnaval, meu pai sempre aboliu. nunca gostou. Nunca gostou. Nossa, a morreu faz o ano passado, mas e e não gostando de carnaval. E nossa E quando era época de carnaval, eles passavam ensaiando, fazendo a ba a gente sabe o que é ensaio, mas na época a gente falava ca passando passava fazendo batucada, né? E e E passavam com o livro. um livro de ouro pedindo, né, para ajudar, para eles comprarem fantasia comprar e para nós era a festa, né, porque a gente saía de dentro de casa, era noite, e ele não tinha chego do serviço ainda, e a gente ficava assistindo a a escola passar, né? Era muito bom. E isso na época de carnaval. Isso aí
Isso é um cordão. que é exatamente um cordão, assim? Me explica.
O cordão carnavalesco é um grupo de de pessoas que uns tocam, são os batu chamados batuqueiros, né? Tinha baliza, na época, uma pessoa que que, com um cabo de vassoura, fazia mil malabarismo, entendeu? as cabrochas, sabe? As as moças que que pegavam e dançavam no pé, que hoje são as dizem passista, entendeu? Na época eram cabrochas. E os rapazes também tinham pesso ho homens também que faziam esse mesmo papel da mulher. Davam no no pé, entendeu? Eram passistas. era um grupo menor de pessoas. Entendeu? E você vê a dificuldade que era aqui, a gente voltando atrás, éh falar da como foi difícil para eles. Porque, como eu disse, não haviam famílias negras. Você imagina querer conquistar aqui na Vila Madalena esse povo, os portugueses, que ficavam, né, saíam, ficavam escondida na cor na cortina olhando o povo, o pouco que tinha a passar, entendeu?
O pessoal do cordão eram todos negros?
Eram, não. que fossem todos, né, assim, uns dois ou três, sabe? Então, eles vinham e passavam pedindo para os Para quem? Eles pediam para da quitanda, os comerciantes. Eles passavam com o livro de ouro e pedindo para os comerciantes para quando chegasse o carnaval, eles comprassem as suas fantasias, comprassem os seus instrumentos.

É para mim. An? Eles pediam uma contribuição. Contribuição, isso. É isso. Lembra de alguma música que eles passavam cantando assim? Isso marcou na sua lembrança, assim, como sendo. Marcou
Marcou, porque foi os um dos primeiros contatos que eu tive, né, com relação ao samba. Essa lembrança. E a

Não deixava a gente. que se passava, a gente via por por isso daí. Porque a gente ia escondidinho também, né, porque a gente não podia. e via eles passarem, entendeu? Via eles passarem.
Seu pai não gostava, ele até tentava proibir.
com certeza. Com certeza. Não deixava mesmo. E quer dizer que nessa hora que a gente ia assistir é porque ele estava trabalhando. Então, estava fora de casa, a gente podia ir ver.
Isso é bem na época do carnaval que acontecia.

Os portugueses ajudavam?

Então, aí depois, passando dessa memória da escola, passando do bairro, a senhora na escola, o como foi éh o a sua o início dessa juventude, lembrando disso, assim, teve?
Nós mudamos daqui da Vila Madalena e fomos ahn morar aqui na Vila Sônia, Pazini. Aqui no Pazini. Eu e a minha irmã do meio, a minha irmã mais nova ficou morando, continuou morando aqui com com os meus avós. Por eles trabalharem e nós termos mudado da daqui da vila, então ela ficou, como ela era menor, e nós fomos que já sabíamos nos defender e tomar conta de uma casa, entendeu? saíam para trabalhar e nós ficávamos, estudamos, E foi até que eu estava com quatorze anos para completar quinze minha mãe faleceu e E aqui ficou, né, aquela coisa. Meu pai pegou e levou nos levou para morar lá no com a fa uns familiares dele, no Jabaquara. E assim, foi são lembranças mais tristes. que coisas que eu procuro. Foi lição de vida, mas eu procuro apagar. não não não gosto de ficar lembrando. Mas foi lição de vida, porque praticamente nós duas, eu e minha irmã, se criamos sozinha, entendeu, com o mundo.
Então, me explica melhor, mesmo que sejam éh mais tristes, deixa eu entender melhor. sua mãe, é quando você tinha quatorze anos, ela ela faleceu. Ela faleceu de quê? Coração. teve... como foi essa esse... foi de repente? Ela já estava
Foi de repente. Num dia que é muito marcado para mim, que parece que é uma uma saga, porque tudo que tem que acontecer, acontece no mês de maio e junho. Mês de maio e E foi o éh num dia das mães, entendeu? minha avó estava chegando com a minha irmã. Você estava morando na Vila Sônia? Isso, no Pazini. Ahn A chegando com é a lembrança que eu tenho, né? Ela chegando com a minha irmã pequenininha e isso... Polícia, ambulância, tudo lá na porta, que não sei o quê. E foi assim. Daí meu pai pegou e levou nos levou para morar no Jabaquara com essas tias. A gente dizia tias, mas eram tia dele, né? Mas a gente criança, a outra tinha a outra irmã doze anos. fomo e daí o que aconteceu? Não te não teve adaptação. Entendeu? Nós não se adaptamos mesmo a ficar com eles. daí foi aquelas...
Mas por quê? O que Eu eu preciso fazer uma pergunta. Por que que vocês não voltaram para a casa da sua avó?

Ela não... Achava que era muito tomar conta das três. Não. era a mãe da sua mãe? Era a mãe da minha mãe. achava que... Ah, eu vou de lemb falar assim o que eu acho agora, no momento. É que tomar conta de três mulheres... Que daí já... Nós já estamos umas mocinha, né? Nós já estamos umas mocinhas, e para ela era muito. Então, ela falou optou que não é diferente de muitas coisas que acontecem hoje. Um filho vai para a para a casa da tia, outro vai para a casa da madrinha, outro vai para não sei aonde. Foi assim. essa família era uma das pessoas, uma das tia, ela era a madrinha da minha irmã, da mais, a do meio.
E aí, vocês foram morar lá. E o que que era tão diferente assim, que não houve adaptação? Ah, tudo.
Tudo, tudo. outra outra casa, outro mundo. Não eram pessoas que a gente con pessoas que a gente convivia, sabe? outro mundo, entendeu? O que aconteceu? Nós pegamos e saímos para rua. Saímos para rua assim.

Quando a gente dá, ó é coisa de criança mesmo. Porque a anos naquela é, na minha época, era criança mesmo. A gente não tinha maldade. e não tinha maldade principalmente pela educação que nós tivemos em casa, que era bem rígida, que eu acabei de contar para vocês. Né? Então, o que que a gente fez? Eu Nós pegamos e saía, se ela mandava ir na venda, qualquer coisa, ou no açougue. E a gente ia procurando lugar para falar assim, ah a senhora está precisando de alguém para trabalhar, sabe? De empregado. Imagina, a gente tinha experiência que a gente nunca fez. Não fazia nada dentro de casa praticamente, né? E é, né, pode Imagina, o povo gostava, né? Imagina, mais uma para louça ou fazia qualquer coisa. E assim a gente foi indo.

Se separamos. Vocês

uma numa casa?
Mas, assim, aquela coisa assim de de criança mesmo, né? Porque éh elas colocavam a gente para lavar uma louça, davam a comida. Depois o que elas faziam, pegavam e manda agora você vai embora para sua casa. Porque a gente não contava realmente a história que era, né? E nós fugimos da casa da tia para porque a gente não se adaptava.
E a sua tia não reparava que vocês sumiam
o dia? Não, mas a gente não voltou mais.
Não voltou mais?

nós não voltamos mais. Saímo uma vez e não voltamos mais.
Então, quando ela mandava vocês voltarem para casa de noite, vocês iam para onde? Quem man a?
A. Ah, sim, ficava andando na rua. E muitas e muitas e muitas vezes eu dormi dormimos ali na na porta da da igreja São Judas Nossa, quantas vezes disputando o lugar com os mendigos, assim. que nós fomos se tornando, fomos crescendo, daí arrumamos com outras coisas maiores, né, porque daí a gente, né? foi uma vida assim, sabe?
coisas... Isso tudo no Jabaquara? Vocês estavam no Jabaquara? Então, cada uma arrumou um emprego.

Ficavam lá éh trabalhando e e v e e de noite, vocês iam mo dormir na Vocês se encontravam?
Se encontrávamos.
Encontravam. E a sua tia não procurou por vocês, o pai, não houve uma ruptura?
sim, meu pai, dé eu acredito, ele nunca nem tocou no assunto, mas dé até ficava louco, eu acredito, né, procurando a gente. Eu acredito que sim. Eu acredito, porque foi uma separação assim, uma coisa brusca mesmo, né? certa, né?
Quanto tempo depois de morar na casa dessa tia que vocês foram sair para para fora da casa dela? Vocês ficaram quanto tempo lá?
acho que nós chegamos a ficar... Olha, se disser para você um ano ou um ano e pouco, acredito que foi isso. Triste, triste, triste. Sabe? Muito Nada a ver com a gente. E eram umas casas assim... Nossa, era um terreno enorme, maravilhoso, tudo tudo de bom. é as pessoas, entende? Porque a gente não tinha contato, né? Então, é difícil você, para nós, ahn se adaptar. Foi difícil. Foi difícil, muita... Mas elas eram bravas?
batiam em você?
Tsu tsu Não, não batia, não. Não eram bravas, não. A liberdade que nós sempre tivemos já não tinha mais. cair, entrar na na nossa consciência, o que era certo, o que é errado. Por por você ter mãe e pai, a a vida é uma coisa. Você leva a vida de um jeito dentro de uma casa. já perdendo, não tendo os dois, é bem diferente.
Se a senhora não se incomodar, eu queria retomar um pouquinho esse momento que vocês estavam, então, vivendo, trabalhando na casa de pessoas e e dormindo na rua, né? nenhuma experiência. Isso. Como que era esse dia-a-dia, assim? que acontecia? O que que o o que que a senhora lembra desse desse período? Porque dormir na rua é uma coisa difícil, né?
É, não é nem ques nem dormir. se encostar, né? Você achar um um canto e ficar. Porque e daí dá o medo de tudo que possa acontecer à noite.
que canto vocês procuravam? Como vocês foram descobrindo como sobreviver na rua? Como vocês faziam?
o que eu disse para você. Durante o dia, sabe o que a gente fazia? Vinha para cá, para mi, ia para casa do coleguinhas, de de pessoas que a gente já conhecia. Geralmente, na hora do almoço, né? A gente chegava. a gente sem consciência, que que estava sem tomar banho, que estava feia, sem trocar de roupa, sem consciência disso. a gente quer sobreviver, não é verdade? Então a gente vinha e fo um um dia vamos na casa de uma pessoa, outro dia vai na casa de outra.

e ninguém aceita.

E a gente também nem passava, que a gente estava na rua, nem passava para as pessoas. entendeu? E

Muito, passando isso, muito tempo. eu comecei. que que era? A gente começa a procurar aonde tem mais gente, mais pessoas e tal. Então, tinha a a têvê Record na Consolação, entendeu? ali era uma meninada. Um po até hoje tenho vários amigos que eu conquistei ali. Entendeu? Daí, você não sabe da minha vida, né? eu ah então aquelas coisas de tiete, Roberto passa, você não sei o quê, você grita, Golden Boys passava, e não sei quem, os artistas passavam, a gente ficava... Era aquela tumulto, ninguém sabia a vida de ninguém.

Porque a gente vivia aqueles momento, né? Lá nele. à noite.
Vocês passavam à noite ali? É Se a têvê Record.
Porque tinha bares aberto, Entendeu? Que os artistas frequentavam. é perto da Augusta. Augusta sempre foi point de tudo. Entendeu? quer dizer que ahn era já foi outra vida, já foi outra mudança. Até... Eu vou entrar no que você quer. conhecemos namorado. Começarmos a namorar. No caso, eu, né? Conheci um rapaz que daí eu cheguei para ele e falei, não, não tenho. Onde você mora, claro, né? Primeira pergunta, né, o seu nome, né, e onde você mora, para mim te levar para casa. Não tem. Como não tem? Você Não tenho Daí eu contei a minha história. E E ele alugou. Depois de uns dias, ele já tinha um conhecido de Negócio de dias conhecido que tinha vários. época ali, naquele pedaço Consolação, Augusta, essas coisas, tinha muito cortiço, né? Daí ele alugou um quarto.

E me levou para esse quarto. aonde ele me foi montando uma cadeira, uma cama de solteira, num uma coisa pequena.
foi morar contigo? Isso. foi morar contigo? Foi. Nessa época qual era a sua idade?
tava com...
quinze, dezesseis... Então vocês estavam com essa vida de morar assim na rua, o quê? Um ano, dois anos?
mas assim, eu digo assim, na rua... Não que foi totalmente jogado, mas assim, na rua, porque você não tem uma casa. Você vai andando. Você vai andando Um dia você dorme aqui, outro dia você dorme ali, ou na casa, que nem eu te falei. Daí já começamos pegar o novas amizades, e a gente, ah, vamos vamos para a sua casa, que não sei o quê. vamos dormir lá na minha casa, amanhã a gente sai que, sabe? É isso. digo assim, na rua, o porquê? Porque no quem não tem casa, não tem uma família, mora na rua. Entendeu?
Mas e ni e a roupa, por exemplo? Onde vocês arrumavam uma roupa para trocar isso um um?
Mas aí que eu estou te falando, eu não passei para você, que daí para gente era difícil ir nas casas dos conhecidos, porque causo que a gente não se dava conta que a gente tava com a mesma roupa há uma semana e sem tomar um banho, sem estar cheirosa, perfumada, o jeito que a gente sempre viveu. Então era difícil ir na casa da das pessoas desconhecidas dos meus avós, da minha mãe, essas coisas. Entendeu? A gente não ia por isso ou por isso da gente não ter ajuda. Como que a gente vai chegar lá na casa da comadre Inês, por exemplo, desse jeito?
Entendeu? Então, vocês iam mais para casa de novas conhecidas.
de novos conhecidos. Ia fazendo amizade. E, como eu estou te falando e a gente também não deixou de pegar. Daí ele já foi mais sólido, porque com mais idade, Já passou mai um tempinho, mais experiência de vida e de sofrimento, porque tinha coisa que tinha dia que a gente não comia, né? Então a gente, nossa, a minha irmã arrumou uma casa e eu também arrumei. A mulher só dava banana para comer para ela. O o Nossa, aquela coisa! eu também arrumei um lugar para ficar e que daí elas vão dando roupa. Elas dão roupa para gente, porque está vendo Tanto que elas não quer ninguém dentro da casa dela com a mesma roupa ou, né? Esse De semanas. foi assim, daí a gente foi comendo, tudo, não sei o quê, até que chegou esse ponto de eu conhecer esse rapaz aí, lá na Record.
era da Record?
Não, era mais um que tava lá para para curtir. <laughs> <laughs> Mais um que estava lá.
aí, o que foi acontecendo na sua vida nesse momento? Uma

Fomos, né, para lá. esse quartinho e tal. Daí ele que foi me conhecendo, contando uma história de vida e tal. dava um... Ele dava, tinha muito disco, ele dava baile e tal. Era o chamado hoje diz que do Díi Djêi, né? Mas antes era disc-jóquei, que não sei o quê. Da arrumou um dia ele falou assim, ah, eu vou levar você lá para aonde minha mãe mora. É, fora de São P. Eu me grudei, né? Falei, nossa, tudo de bom, né? Da Agora eu falo, tudo de bom, né? levar para cá, para mãe dele. Daí a mãe dele morava lá em Botucatu. ele me levou para lá, para morar junto com ficar junto com a mãe dele. Ele Daí eu morei um ano lá. com ele em Botucatu, porque aqui realmente não tinha condição de f qui dentro, aqui dentro, em São Paulo, no quartinho, porque tem que comer, tem que fazer alguma coisa, né? É

Mas, assim, é muito eu muito briguenta, muito ciumenta, sempre fui. Uhm. Éh Depois de um tempo lá, um tempão já lá, eu vim, vim embora, deixei eles, deixei todo mundo lá e vim embora.

Não, ainda não, nem sabia que estava grávida, nem sabia. Quer dizer, para mim é a primeira experiência. Foi a primeira experiência, né? E vim embora aqui para São Paulo, mas aí já tinha contato, já tinha pessoas da família dele, j já que já me conheci, vim para casa da de uma tia dele. fiquei aqui, daí que fui descobrir que estava grávida, aí aquela... meu Deus! coisa, né? Uhm Mas, tudo bem, ele veio. Daí ele veio. Depois de um tempo, ele veio. foi coisa de tempo, assim, que eu digo coisa de semanas. Claro, ele veio me atrás de mim, né? daí, cons alugamos... Ele alugou outra casa, outro quarto lá na Bela Vista, Na rua treze de Maio, me colocou dentro outra vez. Daí minha avó, daí já vim, já chorei no ouvido da minha avó, já contei. Minha avó começou a ajudar co co, por exemplo, com comprando coisas para dentro de casa.

ela não está nem sabendo o que está se passando com nós.
pai, nessa época onde ele estava?

Sumido, né? Mas é fácil, né? Éh a éh Ficou viúvo. Ontem arrumou já tinha, porque ele sempre foi negro lindo, maravilhoso, mulherengo, trabalha dentro o Hospital das Clínicas, contador. É É, dois palito para arrumar <laughs> outra. sim, é claro, né? Tem sobreviver. Não ia ficar na barra do do do povo lá, do da família dele, né? Logo já se entornou com o outra aí e foi levar a vida dele, entendeu? E foi levar a vida E, assim, daí ele alugou. Voltando, ele alugou um quarto lá na na Bela Vista, na rua treze de maio, e nós ficamos morando lá, onde foi que o meu filho nasceu, tudo mais. Daí minha avó já dava um uma forcinha. viu que a gente estava independente, né? não tinha mais aonde segurar a gente, prender a gente, né? No ca no meu no
E a sua irmã, ela estava tam ela estava já com outra pessoa também?
Não, não. Não Não, ela sempre foi mais tranquila em relação. Não não tinha, não, ninguém. Mas ela estava o... Mas, assim, agora eu com um quarto, com tudo, já já tinha hoje era outra vida, né? Podia ficar junto comigo. Entendeu? que não não morasse junto comigo, mas vinha, passava dia, ia embora e volta, porque eu falei para o acabei de falar que ela arrumou o serviço, ela continuou trabalhando numa boa. Numa boa.
E aí seu f primeiro filho nasceu lá na na Bela Vista?

o casamento, aí vocês casaram, moravam juntos? Ele
Não, mo, não casamos, moramos juntos. Nós ficamos morando juntos a Nós dois com a mesma idade, isso eu tinha

E ele ganhava dinheiro sendo díi djêi?
e também ele éh fazia artesanato, acho que chama, né? Quando faz essas sandálias de couro, essas coisas. Sempre trabalhou com isso. essas coisas. tinha uma mãe maravilhosa também, que depois ela veio para voltou aqui para São Paulo. E que d Como mãe, né, sempre dava mó... Eu odiava. Mas a mãe dá a mó força e dinheiro e não sei o quê. Porque Eu estou falando que eu já o que isso. coisas, eu gostava que ele saísse para batalhar, ter, ganhar seu dinheiro, trabalhar. Mas a mãe está sempre ali, né? filhinho, passando a mão na cara. Até hoje eu odeio isso. <laughs> Homem minha mãe, meu. Nossa, odeio. <laughs> fica falando, ai, minha mãe. Parece que nunca se desprende, entende?
Mas ela ficava ali perto de vocês? Éh Morava por ali? Não
Não, não. morou na cidade.

Mas ela estava sempre junto com a gente, entendeu? trazer dinheiro, fazia feira, vinha trazer as coisas, entendeu?
como é que foi essa sua vida, então, sozinha com o filho, nessa cidade? Você não trabalhava?

Não, porque, que nem eu estou te falando, Ela ela segurava tudo. Eu O filho dela me pôs num quarto, ela segurava tudo. Eu não trabalhava, não fazia nada. ele trabalhava. Entendeu? Foi um maravilhoso. Para mim foi maravilhoso. Porque que eu queria na vida. Entendeu?
E como era a sua vida, então, nessa época? Era cuidar do do menino?
é. Porque tinha... tinha ela que dava tudo, entendeu? Era ficar... Só com a criancinha. Com a criancinha. curtir, né? coisas de... Daí já já tinha... já tinha modificado, já é tinha um quarto, uma casa, né? Vou dizer uma casa. já saía, saía com o meu filho, vinha para a casa da minha avó. era, né? Mudou completamente, né? um... Foi o porque eu falei para você que eu tinha, vou repetir, que acho que não sei sei se foi gravado, eu tinha tudo para ser uma uma pessoa de rua, uma drogada, uma ladra ou senão nem está aqui para contar minha história, estar morta. Entendeu? hoje eu dou valor a um prego que eu ponho dentro da minha casa por tudo isso e muito mais que eu tenha

Agradeço a Deus a tudo ter chegado a até aqui. por isso é um do é... que quando eu soube daqui dos depoimento, falei, nossa, mas eu preciso passar. Isso vai ter que ficar gravado, Tem que ficar gravado. Porque coisa que fica só dentro da gente, ou da mente ou do coração, ninguém sabe.

Com certeza. Vamos voltar para a sua epopeia, então. Estávamos ali éh vencendo essa etapa de de uma vida difícil, agora um pouco mais tranquilas. Ahn tempo durou quanto? Você veio a ter outro filho?

Bom, contudo, passou... acho que nós convivemos juntos uns sete anos. foi uns sete anos. para mim, me amadureceu. Então, como mulher, né? de ser menina, né? Larguei de ser mocinhas Só sou uma mulher com um filho, né? Para criar. Daí a gente já não morava mais na Bela Vista. A mãe dele alugou... Não que ela alugou, ela era artista, ela era cantora. Trabalhava em boate ne nessa época tal Então, tinha muita convivência, muita influência. Então, arrumaram uma casa para ela aqui na na Higienópolis. Também não era um palacete. Era um palacete enorme, uma casa enorme. E ela do fi desse rapaz, ela tinha mais duas filhas. E daí levou todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo tinha seu quarto, cada um seu quarto, aquela maravilha e tal. e foi aí que a gente pegou e terminou. Terminou com

Porque não estava vindo o o dinheiro dele, o respaldo dele, entendeu?

Ah, claro, mó mordomia. Largou mesmo, né? Mamãe segurando tudo. havia muita muita briga, e ele saía, e ia dançar. era boêmio? Era.
Ele era bonito?
É, ele é ainda. Bonito. E... Daí foi que nós desmanchamos largamos.
briga?

Sim, muito.

Tinha, tinha. Aí

Nossa, opa, com certeza, <laughs> de arranhar tudo. <laughs> De arranhada no rosto dele, de grudar e não sai, que não sei o quê. daí é a pior, porque eu com a criança pequenininha não podia acompanhar. Não podia. Tinha que tomar conta como eu ia para a madrugada, né?

Daí ele deitava e rolava. Ele deitava a mãe interferia. foi um uns rolo.

É melhor antes da que a gente se mate, né, ou eu <laughs> mate ele, ele ma eu mato ele ou ele me mate, porque essas confusões... Daí é melhor se separar. Nós separamos.
Mas era isso? Ele gostava o quê? De sair toda noite, ir para a noite?

É! Você está vendo a idade? Dezoito, dezenove anos. Queria ir para a rua, boate. Na época era muito boate, né? a mãe dele, já com essa influência de ser cantora, de boate. Imagina! Vou lá na minha mãe. Imagina, voltava no dia seguinte, de manhã, entendeu? A mãe dele está cansada já de dormir e ele está vol chegando.
aí quando ele chegava, o que que. Ah
Que que você acha que acontecia? <laughs> Descreve para mim, <laughs> ele chegando. Imagina, bem cansado, bem amarrotado, né? E eu ia em cima, onde você estava, onde você deixava de estar, onde você passou, o que que você ficou. Às vezes, a camisa suja de de de maquiagem, entendeu? perfume. Nossa! Era aqueles rolo, aqueles ts... Até que foi o que eu disse. Melhor a gente parar. Fui eu que o check mate mesmo. E sem nenhuma perspectiva, entendeu? De vida.

Parar e. E fazer o quê? Vou para onde? aquela com aquela rotina agora, já com a criancinha.

Bom, passou. Mas eu fui rápida também. é que eu fui. a vida que faz a gente ficar rápida. E como eu falei para você, a casa era na Higienópolis. De Higienópolis, onde a gente morava, para Barra Funda, é dois palito. Daí, eu comecei. para a casa de uma senhora, na Barra Funda, uma senhora que eu já conhecia, e fiquei lá. cheguei com a roupa do corpo, com a criancinha.

Ele pegou toda a minha roupa e escondeu, sumiu, sumiu. Só fiquei com a roupa do corpo. Falei, é uma saga mesmo, né? para mim, não sair de casa, para mim, né? Ele não estava acreditando.

Ah, não, pode ficar larguei do neném, que não sei o que, pode ficar aqui. Daí, o que aconteceu? pegou e ela fazia co, dava comida para fora, servia comida para fora. Tudo de bom, que eu comecei a ajudar ela na cozinha, a fazer marmita e e o e tinha pessoas que iam entregar a comida e tal. E a gente ficava, fiquei trabalhando com ela. Foi tudo de bom. E o seu filho lá? Junto comigo.

Então, nessa época, a senhora tinha o quê? Dezoito anos? anos. E ele tinha trinta?
Isso. acredito que sim. Eu não sou muito de de desses negócios de conta. daí, co eu conheci ele, co contei já a minha história, que não sei o quê, nessas de de de conversa lá dentro da casa. Não, pode deixar que eu te dou uma força, eu te ajudo, que não sei o quê. foi isso mesmo, ele que me ensinou. Muita coisa da vida, entendeu? Ele fazia... E daí de ah, sim, aí digo para você que ele já era mais malandrado, por quê? É um cara que sempre viveu aqui na noite, tinha... Trabalhava na noite, na época tinha o o Garitão Dance lá na Barra Funda, ele tinha um conjunto de samba. Foi o primeiro homem, o percursor aqui de São Paulo, que trouxe a roda de samba, ele que fez a roda de samba aqui em São Paulo. trouxe para cá, porque no Rio sempre houve, mas ele que trouxe aqui para São Paulo, trabalhando com os estudantes daqui da da da USP, entendeu? sabe, foi dando os depoimentos, assim que nem eu estou fazendo agora. Foi um cara muito muito cabeça, entendeu? Muito inteligente mesmo. ele começ daí co fui ser mulher dele. Fui ser mulher dele e, para mim, era, né, aquela coisa. Aquela nossa, nossa! <laughs> Daí fiquei importante, né? completamente minha vida. Que nem eu acabei de dizer foi o e me ensinou muito, entendeu?
Mas o que que efetivamente mudou? Mudou, ou sim Mudou de casa? Mudou de cotidiano?

Mudei de casa, daí ele alugou. Uma casa para mim, na Barra Funda, mesmo linda, maravilhosa. Antes disso, teve a briga, a confusão, porque eu estava com o menino. A dentre os dois, entendeu? O pai da criança e ele. O pa e a avó, né? Porque daí, pô, você já está com outro homem e levou o meu filho? Foi lá e pegou. Teve aquela pequena
Como é que foi essa confusão? Ele ficou com ciúmes?

E ele ficou sabendo por boca de outras pessoas e tal. Daí ele foi lá e pegou a criança de mim.
ficou com o menino?
Ficou, ficou. Quanto tempo? Todo esse tempo, até eu... Ele foi é falecido, né? Meu filho. A todo esse tempo, a vida toda. A vida toda.
ele pegou e não devolveu?

Não, não tive. época, na época dos meus dezoito, dezenove anos, a vida aqui não era briga de tapa. é nada diferente de hoje. Briga de dois homens de soco, um da rasteira, nã não era nada disso. sim existia-se revólver. Eu tinha muito medo, tanto porque os dois eram muito violentos, os dois. batiam em... Não, mas assim, não é questão de bater. É questã... eu tinha medo de... deles dois se ahn acontecer alguma coisa.

claro que eu tentei, eu fui atrás do meu filho, claro. Mas toda vez tinha conflito. vez eu tinha briga, né, ca com o pai da criancinha, com a avó, que não sei o quê. E, do outro lado, eu estava começando uma vida com um homem que eu nem conhecia.

Então, sentamos, um dia raciocinamos, sentamos e conversamos. não é melhor que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É, de fato, é o melhor. É o melhor para ele. Porque eu estou começando outra vida, você estão entendendo o que eu estou falando? o que era melhor ali no momento era a cri a criação que ela ia dar para o meu a avó ia dar para o para o neto. E assim foi. E assim foi.
E aí a sua vida começou o, já você já começou a cantar, a a a mexer com samba, foi aí que... É, foi daí que tudo começou, entendeu?

na época, nunca tinham morado. gente viu cansou de falar que eles moravam dentro do sapato, porque hoje está aqui, outro dia está ali, outro dia, né? Não tem lugar certo. ele montou uma casa para mim. E e trabalhando, sempre trabalhando com isso, sempre trabalhando com isso e foi um ahn, na época, tinha as hoje a Escola de Samba Camisa Verde, mas, na época, era Cordão, né? trabalhando nisso, fui fundador da escola e tal. trabalhando no Ci no no São Paulo Chique. Foi onde que eu falei para você que ele conseguiu abranger todos os estudantes, e fazer as rodas de samba aqui dentro de São Paulo, cada dia num lugar e tal, ga grandes festas e Ele tocava? Ou ele... Tocava e cantava também. Uhum. Entendeu? foi, saiu fora aqui do Brasil, foi chegou ir para África fazendo com ahn tra ahn fazendo trabalho em navios. Estados Unidos, nossa, ele... Ele pesquisava os sambas?
assim, qual era o tipo de samba que ele que ele botou nas rodas? Eram que Que que autores, que compositores?
sim! Ahn Lupicínio Rodrigues... ahn Cartola... E o que era o que o povo curtia, os universitários curtiam na época mesmo, né? Éh Cartola, Lupicínio, o que mais? Aí Tem vários aí. E essa Aos poucos eu vou lembrando e vou passando. Tá.
cultura estava vindo do Rio? Quer dizer, os Os compositores também, a maior parte, estavam no Rio.
É. É era dividido, o Rio e São Paulo, né? tinha aqui um um mais pessoas que faziam... Mas acontece o quê? O que acontecia aqui? no São Paulo, sempre, sempre, e continua sendo aquela aquela coisa fechada. na época, em relação à samba, a esse trabalho que o Hélio fez, era não não tinha ninguém feito aqui, em São Paulo. hoje, os artistas que têm O samba que fazem para fa, eles vêm fazer show aqui em São Paulo até hoje é assim Porque lá no Rio, não sei, acho que não tem espaço. Eu sei como que funciona, não sei como funciona, mas até hoje é assim. saem do Rio de Janeiro para fazer show. é que dá, entendeu? que tem o conhecimento, aqui que tem tudo. foi esse trabalho que ele fez.
E vamos entender melhor esse trabalho.
Alves. Falei que aos poucos eu ia lembrando e ia falando para você. não que cantasse o choroso igual Ataulfo, mas em mudava em em em ritmo, mudava o ritmo, tá, punha em mo em samba, entendeu?
Então, a senhora consegue mostrar para a gente um exemplo dessa mudança, assim, uma música? Como é que ele retrabalhava esse ritmo?

vou fa.

A Amélia. Então, o Ataulfo cantaria assim... Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Isso é Ataulfo cantando, o autor da música. Agora, ele ele com o Conjujá. Nunca vi fazer tanta exigência já va já incorporava mais, já passava para outro ritmo. Não ficava o choroso que Ataulfo cantava. Entendeu?
isso. nessa época, a senhora começou a participar das rodas de samba como cantora? Como cantora?
não assim como canto era o a atração de tudo. capricorniano, a atração de tudo, entendeu? E an e sempre que... O que que acontece? Eu que tenho coral. Tem os pesso os meninos que toca e tem o coral. eu era uma delas, fazia parte. E a
era bacana, assim, você foi aprendendo os ritmos, as músicas? Isso era novo, não era da cultura da sua família, né? Não
Não, é. É... Para mim era tudo novidade. Ahn Daí, essa casa que eu tinha na Barra Funda, Era aquela coisa. Era um estúdio. estúdio. todo mundo para lá. Entendeu?

almoçavam, jantavam. Quem não tinha onde morar, morava também. Quer dizer que era uma loucura, mas uma loucura muito boa, muito sadia.
Então foi uma época feliz de novo. Foi
Foi.

Uma época feliz. Vivia rodeada de pessoas e e no começo era aquela coisa. No começo, também dei uma passadinha de, sabe porque é artista, que não sei o quê, ia saia fazer show antes de eu entrar. Éh voltava no dia seguinte. Show nunca acaba, né? <laughs> vai até o dia seguinte, né? <laughs> ai, meu Deus, aquele sofrime, mas aí já era, mas... Assim, vou te dizer, a gente vai crescendo, né, a mente vai mudando, então não vou... Outra vez acontecer a mesma coisa?

deixa eu se eu ser artista também. E toda vez que eles ensaiavam, eu estava lá junto ap, onde fui aprendendo, aprendendo, sempre me metendo, sabe, dando ahn... Vamos vamos se vestir assim, vamos fazer uma roupa assim, e que não sei o quê. Eles estão ensaiando, eu estou junto, cantando, e foi onde que eu falei, ah, se não pode com o inimigo, se ajunte a ele. Não tem o ditado? Ah, então eu me ajuntei a ele e também era artista. E ele não tinha ciúmes?
Ele achou bacana?
achou bom. E daí tinha... era eram três moças. Tinha umas três moças.

E vocês, então, participavam das rodas de samba, faziam shows?
isso. lembro, nossa, com o meu primeiro, que eu tremia de... Como é que foi? Foi lá na na na faculdade Getúlio Vargas, ali na na nove Meu de, ai que horrível, que medo. Eu tremia tanto, mas foi muito bom. Depois, aí essa é a primeira, segunda música. Depois, isso na minha participação, né? Primeira participação. Depois foi tudo de bom. todos os lugar que eles iam, só não cheguei a viajar. porquê?

E foi na época que eles pegaram e surgiu essa oportunidade de sair fora aqui né do país e eles foram com com tudo. Mas, para mim, foi uma boa. Tive fiquei aqui, tomando conta das coisas, da casa, de tudo. Né? Daí estava rodeada, tinha outras amiza ah, é vida, né? vida.
quando quando a sua filha nasceu, ele nem estava
Não, estava, estava. Quando ela nasceu, ele estava aqui, no Brasil. Isso de de de viagem foi antes, bem

sete, vinte e oito anos. Acredito que é isso. dia doze de junho, dia dos namorado <laughs> Maravilhosa, maravilhosa.
E aí foi diferente do nascimento do primeiro filho? muito... Foi outra sensação? Mais segurança, né?
segurança, é outra outra cabeça, né? sabia a... Mais segurança, eu digo assim, porque, como eu contei da primeira vez, né, da minha da outra gravidez, né? um mó tumulto Nessa não, eu já estava mais estabilizada. eu achava, né? Ahn ahn A gente, quando tem uma casa com com companheiro, com tudo dentro da casa, a gente está estabilizada, né? Então, para mim, tudo de bom. Entendeu? tudo de bom.

É questão de de des de mes de mês um ou dois. Ele foi para os Estados Unidos e de lá e comprou tudo tudo tudo que via. Ele estava encantado, né, apesar de ter vários filhos já. Artista, você sabe como que é, né? <laughs>

Ah, sim. Bem ao contrário do da primeira gravidez, que é o que você me perguntou. Quer dizer que eu ta, para mim, estava estabilizado.
Mas aí, a sua volta, a vida do samba, a vida noturna, demorou para acontecer? Como é que foi?

não fui mais trabalhar com eles, nada. Estava Ficava só só em casa mesmo, com ela, cuidando de casa, cuidando das coisas que deles mas do, nesse sentido, mas do lado de fora, entendeu? Não trabalhando mais.

Mas, depois, eu so a a como é que foi a sua retomada de dessa vida, né, da fundação de escola? é que, o que que veio acontecendo? S.

Daí, nesta casa, com esse trabalho que eu estou f a acabei de citar, que ele fazia com os universitários, o que que acontecia? Tudo era aglomerado lá dentro de casa, tudo. E eu disse a você também, ele foi um dos fundadores escola de samba, hoje escola de samba Cabeça Verde e Branca, Mas, na época, havia muita divergência e tal. afastou. numa reunião dentro de casa com e com esse pessoal, com esses estudantes, vamos fazer uma escola de samba. O porquê? Aonde? Mas aonde? Vamos montar na Vila Madalena.
E por que na Vila Madalena?
por que na Vila Madalena? Porque eu sou originária daqui, né? na Vila Madalena não havia nada nesse sentido, porque até aí, O que eu contei atrás, quando eu era criança, já tinha acabado, né? Da da do do do co do cordão que eu tinha contado, já tinha acabado. E aqui não havia nada. o que que acontecia? resistência aqui.

causa dos portugueses que tinha, já são outras pessoas. caso, os prédios subindo, né? Já são outras coisas. espaço. aonde que... Trabalhando, procurando, procurando, achamos uma... Eles acharam um um uma casa, alguma coisa assim, aqui lá em cima, no Sumaré. Entendeu? Que daí se começou a servir de sede, sabe? começamos a trabalhar a escola lá.
Como é que é isso, fundar uma escola de samba? O que que tem que fazer? Mai
Primeiro tem a... Nossa, é muito emocionante. reunião, né? Todo mundo sentado, que nem nós estamos aqui e vamos sai com a ideia.

Vamos fazer montar uma escola de samba. Por quê? ressentimento que já estava, né, batendo no coração dele da outra escola, que ele tinha se afastado. Ah, vamos, vamos fazer e tal. aonde? Daí procura. dá uma ideia, vamos vai nesse bairro, outro vai... Não sei aonde, como que vai ser, as cores... Quer dizer que não é uma coisa que sais na hora, assim, tempo, né? Porque vamos discutir cor... É num dia. Ahn. que vai chamar? noutra... Chama éh Tom Maior, a escola... Como é que Porque causa do Martinho da Vila tinha uma música gravada e estava fazendo muito sucesso, essa escola.

E nós éramos crente. principalmente, era loucura para ser um filho homem. E a loucura para ser um filho homem. Não, porque se eu grávida, se meu filho nascer, vai chamar Tom e que não sei o quê. Sabe aquela coisa? Vou a o nome da escola éh em homenagem a ela ou vice-versa e tal. ele, né, que achava que era homem. ia se chama Tom. a, por Martinho da Vila ter gravado, essa música que se fazia muito sucesso, Tom Maior. E foi então, quero te dizer assim que não é de uma hora para outra que surge uma escola de samba. Né? Tem muita vamos, quinta-feira que vem, a gente marca e vem para cá e vamos discutir. E assim foi.
A senhora queria retomar alguma coisa que que não ficou gravada. Éh
que eu não podia deixar de passar. Nesse Nessa época que eu contei para você, que morava na Bela Vista, eu de cheguei a desfilar a umas três vezes no cordão, na época, Vai-Vai. Uhn, ah, Desfilei na na ala da dona Olímpia, que hoje é uma É o ícone da escola, uma senhora idosa, maravilhosa. bom, daí isso aconteceu, p se passaram todo esse tempo, daí vem retorno à à história, que vim morar aqui Falei que a Higienó a casa era perto da Barra Funda e tal, mas continuava sendo Vai-Vai, porque, quando a gente entra numa escola, a gente, já que escolheu, é aquela escola. E o que aconteceu? Vim para cá, para a Barra Funda. Aqui na Barra Funda que tinha o que? Camisa Verde e Branco, que o Hélio fazia parte. Eu te contei que foi um dos fundadores, né? E então vim morar aqui, quer dizer, saia daqui da Barra Funda para para ir para os ensaios, depois para a festa do Vai-Vai? quando o homem me me pegou, ele me raptou, entendeu? Ele foi lá e me raptou da escola de samba Vai-Vai e me trouxe para a para o Camisa Verde e Branco, aonde que comecei a desfilar no Camisa Verde e Branco. Mas Foi um rapto assim, na na mão dura mesmo, sabe? Porque eu estava pronta, era uma época perto do carnaval, pronta, com a roupa, a fantasia praticamente pronta para desfilar lá. Quando tudo isso na mi, do lado de fora da escola, está acontecendo tudo isso com a minha vida. Tudo isso com a minha vida, né? ele foi lá e trouxe fantasia, pegou a minha trouxa, né? Trouxe a mulher e as fantasia, e trouxe tudo e desfilei no Camisa Verde com a fantasia do Vai-Vai. Você a confusão que deu na época. Tinha a gente chamava de Buraco da Demarca, era lá no Anhangabaú. As escolas de samba desfilavam, né? Quer dizer, que eu desfilei escoltada no Camisa Verde e Branco, porque o pessoal do Vai-Vai que está querendo tirar a minha pele, né? <laughs> Tirar é possível, né? Existia essa rivalidade entre as escolas, né? Principalmente vai-vai e camisa verde e branco. Po a o é
Qual era, assim, a grande diferença entre as escolas? O origem? que que... Não é. É pelo bairro? Pelo
o bairrismo, né? É o bairrismo. hoje é assim. já mais civilizado, né?

Não podia, um não se cruzavam, entendeu?

daqui do da Barra Funda não ia lá para Bela Vista, e da Bela Vista não vinha para cá, para Barra Funda.

É, era assim. Tanto com futebol, como tudo. Agora, você imagina uma componente sair da escola e vir para a escola rival?
mais você pode voltar para também para a Bela Vista, né? Demorou. <laughs>
<laughs> Demorou para mim voltar. desfilei escoltada, entendeu? Porque o povo que estava querendo. E era assim. é o que acontece o Carnaval de hoje. De Era uma escola, no Anhangabaú, uma escola, atrás da outra. Tudo, a concentração de uma já passa, já tem outra de seguida para ir.

Anhangabaú. Na parte de baixo?

Isso.
era lá lá embaixo. O pessoal ficava assistindo da onde o o
Tinha aqui bancada, assim, de madeira. Ts não é bancada, a corda.

É, ficava de pé, atrás da corda.
o júri, quem éh que eram os
Ah isso aí eu não não te respondo, porque a nessa época não
Mas quem ganhava mais nessa época, a Vai-Vai, a Camisa Verde e Branco? Qual
Não, Camisa é... Camisa Verde é é campeã, tem mais título que a Vai-Vai.
A Camisa Verde e Branca tem uma relação, ahn desculpa, com o Corinthians? É a. Não, não tem nada a ver. Nada a ver, nem com

Não tem nada a ver com futebol. Não tem nada a ver. única coisa que tem com futebol é que na época era um time de futebol, entendeu? Os rapazes que jogavam, e com essa mesma ideia, vamos fazer um cordão, qualquer coisa assim, né? daí foi formado, mas não tem nada a ver com torcida de futebol hoje.

Nada, nada, nada. Está, ótima essa história. Vamos voltar à fundação da Tom Maior. Vamos. Então, quer dizer, tem várias reuniões, uma reunião pelo
É, assim, não não tinha uma uma pauta específica, entendeu? teve-se a ideia. Quantas

Ah, sim, tinha mais de dez. Mais de dez.
Todos que estavam antes já onde? Nessa roda de samba ou na camisa verde também que tinha o?
também desfilavam na cami

É, como eu te disse, ele que foi fazer esse trabalho, que nem, por exemplo, de fazer fanpletos, e e eu, ele, e muita gente, da gente deixar sair distribuindo, vim para cá, para USP, e para PUC, e deixar os Roda de Samba em São Paulo, que não sei o quê, dizendo aonde era o local, esse trabalho. E o que que acontece? a gente vai se apegando, porque tem sempre que, ainda mais estudantes daquela época, eles se grudam mesmo. Revolucionou São Paulo. Uhm. Entendeu?

Eles eram estudantes? Eles eram
Na época, eles eram estudantes. E aí

Ficaram, ficaram.
nós estamos falando do quê? Mil novecentos e setenta

E daí foi formando aquela coisa, a quer dizer que as festas eram feitas para e por universitários.

Daí é que foi, não que não que tem não fosse aberta, mas eles que eram ícones de tudo, né? vai passando para o outro e o que aconteceu? Estourou São Paulo, entendeu? Olha!
Tudo... Quer dizer, tinha mesmo uma relação com a universidade.

Ah, é bem diferente, bem diferente. Bem diferente mesmo. é outro povo, né, outra cultura, o Rio de Janeiro, né? Uhum. Outra cultura. bom, daí aquelas coisas. Então, que nem eu te disse, vai se apegando. Tem uns e outros que vão, no meio de tantos tantas pessoas, vão se apegando, Tem aqueles até que gan... Nossa, o sonho era tão grande que chegou a morar dentro de casa. né? Dentro de casa. daí que foi indo isso. Vão vamos procurar um local, não sei o quê, e nome, e cor. que deu tudo certo, que veio aqui para o Sumaré. Não

Qual? Você quer me explicar? Por <laughs> para a sede. sim.

E ganhava-se, e era dinheiro, porque ele trabalhava e ganhava e jogava mesmo, né, dentro da escola. E daí também tem aquelas coisas de patrocínio, vai co homem muito bem relci relacionado, né, vai atrás, entendeu? Vai fazer um enredo, vai atrás de patrocínio, que não sei o quê. É assim que funciona. hoje funciona assim. E foi assim que nós fomos levando a vida que está aí.
A cor da da Tom Maior, quais são?
Vermelho e amarelo.
E como foi decidido por essa cor? Quem ou o que levou vocês a optarem por isso?
Não me não tenho ideia. uma lembrança, assim, a fundo. Porque de várias escolas, acho que na época, não sei quantas, não lembro quantas tinham, umas umas dez ou doze Nesse momento? É, eu acredito que sim. quer dizer, tudo já vem... Cada escola tem uma cor. e branco, verde, não sei o quê, verde e rosa. Ahn na época, acho que não tinha ninguém vermelho e amarelo.

Eu estou jogando, mas na época não tinha ninguém vermelho e amarelo. acho que foi, ou foi por isso. E é uma combinação maravilhosa, né? uma combinação muito boa, o vermelho e amarelo. É. Branca e o dourado e prateado que é Você pode usar à vontade.
né?
Pode usar à vontade. E aí vocês começaram os ensaios, como é que... Começamos os ensaios ali debaixo da ponte é Paulo Sexto, não sei como que chama essa ponte que tem aqui em cima do Sumaré.
da rua João Moura?
É, não tem uma ponte lá? Então, e os ensaios era ali debaixo Nossa, quanto que... Era tudo terra. E fizeram a ponte, mas é que era, fizeram a parte de cima e embaixo era aqueles terrão, aquelas coisas, pegar na enxada para deixar tudo planinho, e arrumar, e limpar. foi um trabalho enorme. Daí, consegui instrumentos, essas coisas. Daí tinha que sair numa batalha, né?
quem era que saía nessa batalha?

Uma por ser mais velho e outro pela experiência. que ele tinha já sabia em quem chegar, Contemporânea, que é uma firma, né, que for que trabalha com instrumentos, né? E Golpe, ele já sabia de de tudo, por ser por já trabalhar com isso, né? Com esses instrumentos, né?
E como é que foi Vocês fundaram um ano depois já saíram no Carnaval? É? É. Qual era o enredo nessa época? Aí não lembro

Eu sei que tem a feira, mas eu não sei se a feira foi a primeiro primeiro enredo. Acho que não, acredito que não. lembro agora. Faz um
E foi muito árduo conseguir todo os instrumentos, fantasias? Ah,
E costureira, entendeu? Deu. Coisas assim que a costureira não entregar roupa que Baiana sempre foi o iti que dá. dá cobra ponto dá pontos, né? costureira não ter aquela manha, né, de de fazer todas as fantasias, sabe? Aquelas... Nossa, a acontece até hoje. Acontece até hoje. não derem conta, aquelas coisas.
Muito trabalho.
loucura. E o trabalho maior, independente disso, trabalho maior é trabalhar com as pessoas. Uhum. nós estamos chegando com mais, um pouco mais de experiência de lá da Barra Funda, aqui para o Sumaré, que acontecia o quê? em cima do Sumaré não tinha nada. Você imagina. daí chega uma batucada que isso aqui você tem que chamar o povo. Que então começamos fazer? Tom Maior, venha aí. É o Conheça a Tom Maior. chamadas, entendeu? Essas chamadas. Tal dia, que não sei o quê, no tal local. assim, claro, quem é curioso e aquelas chamadas em vermelho e amarelo, o que será isso, O que será isso?

Agora fa ahn, tomaram conta da Vila Madalena.
Aí estava falando como é que é que trazia o pessoal, né? Isso,

com essas chamadas. o que que acontecia? O altura, Vila Madalena já já estava modificada, né? Tanto como Sumaré. também sempre foi um... Um local que nem é, que nem hoje não teve grandes mudanças de pessoas mais bem relacionadas, vários casarões, né? então, começaram vim pessoas da Pompeia, que também não tinha escola de samba, não tinha nada. Daqui da Vila Madalena, o pessoal mais... Mais pobre. Mais humilde, vamos dizer. Mais humilde. Então procuram. O os mais melhores relacionados iam mais para a curiosidade, o que é isso? Mas, sem participar, depois foram chegando. Daí que foram se chegando, depois de de vário de anos.
Né? Então, no início, o público era de pessoas mais humildes? Sim
não tinham nem ciência de de como su ahn tocar. Daí vinham os menino do conjunto e tocavam, entendeu? E tinham vários outros também que faziam parte do bairro, que tocavam alguma coisa. Mas as as mulheres, as meninas, no caso dizendo, não sabiam o que era as dar nas cadeiras. A gente falava na época... Não sabiam sambar? Não. Não sabiam sambar. Então, eu falei, meu Deus, como que vai para a avenida desse jeito, né? samba-enredo, e cantar. Nossa, é um trabalho árduo. Tra mas é lindo, é maravilhoso, porque tem a compensação agora, né? Tem toda a compensação agora. Mas que foi trabalhoso

Faziam o quê? Vocês tinham que ensinar as pessoas a sambar? A sambar, a tocar, quem não sabia, né, também e cantar, né, que é o <laughs> essencial.
O o pessoal era de que

Daí abrangeu tudo, por quê? Que o o que eu falei para você, pela roda de samba que ele estava fazendo, pelo trabalho que ele estava fazendo, ele trouxe os universitários. Eles vieram.

Ele foi o primeiro presidente. Ahn quer dizer, isso daí já... Nossa, já fiz a miscigenação.

já não tinha cor certa. Todo mundo igual. Todo E pegando o pessoal, os universitários, mais o pessoal do bairro, que nem estou te falando, abrangendo Pompeia, Vila Madalena, tal, até o pessoal do Campo Limpo chegou a vim.

O Brasil, tudo, não tinha nada aqui. sim, tem o Pérola Negra, que é aqui na Vila Madalena, né? Tem o Águia de Ouro, que é na Pompeia.
isso, veio depois, então?
vieram depois. Ap da Pérola ser um um ano só. mais nova, mais velha, se não me engano. É. Se não me engano.
como a escola foi evoluindo, assim, Vocês foram é envolvendo mais pessoas e foi se
Muito trabalho, é, foi envolvendo mais pessoas e mudanças também, porque tse não não é assim a gente que toma conta, né, tem um um uma base, entendeu? Que ia na época era a UESP, União das Escolas de Sambas de São Paulo. Depois foram crescendo muitas escolas e tal, né, daí te houve uma divisão. Tem a UESP, que trabalha com ahn bairros, escolas menores, né, e a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, que trabalha com os grupos especiais. Quer dizer, sempre tem uma hierarquia. Tem alguém para a gente dar satisfação, tem que alguém que trabalha com o dinheiro, que repassa que apesa a com o governo, e a prefeitura ajuda.
Eles dão dinheiro para para as escolas?
É, eles ajudam. dinheiro, é uma... <laughs> É, dão uma ajuda de custo.

escola tem que sair e fazer os fazer o seu trabalho, né? Fazer o seu trabalho para se segurar, entendeu?

como é que opera hoje a a a Tom Ma Maior, assim? Da onde vem a maior parte dos recursos?
Ah, isso já é um um um detalhe que eu não gostaria de entrar, porque éh éh faz parte de uma um tem a uma diretoria. eu, sinceramente, eu não sei como que ele trabalha. Saí.

Né? Mas vocês saíram da escola?
É, porque é aquela coisa assim, uhm, me explica, ser presidente de escola de samba. muito complexo. como mulher do presidente, eu sabia que na minha casa estava faltando arroz, feijão, que não tinha açúcar, que a minha filha estava sem mamadeira, que não sei o quê, porque o mutante que ele arrecadou, que ele trabalhou, ele pegou e jogou na escola. Mas quem está lá fora, vocês que não participam, acham que se está a gente está ganhando muito. Então, por que fulano roubou? Por que fulano ganhou? Por que fulano pegou? confusões até hoje, não é Coisas de trinta anos atrás. Então, até hoje é assim. Que a gente mesmo, nós que frequentamos... Eu falo eu nem discuto, porque eu já passei eu sei como que é, né? Então, quem é leigo na escola, que só põe a fantasia e sai... Ai, nossa, meu Deus, da ca onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro?

a pergunta.

Mas as coisas vão, as coisas acontecem. vai, dinheiro se gasta.

Então, é difícil. É uma co um é um trabalho muito difícil. foi o que aconteceu e nós se afastamos, entendeu?

Ele ficou dois anos na presidência. Isso faz, minha filha está com trinta e faz trinta e seis, trinta e sete. Faz Que que o presidente fez com o dinheiro? <laughs>

Que a prefeitura deu, que que o Estado deu. Parece que é um dinheirão. tem a Globo, que a Globo é exclusiva. o carnaval exclusivo da Globo.

Bom, ainda tem.
E a Globo dá dinheiro também para as. Com

né? Compra Compra a imagem,
O que você ia perguntar? Não. Éh, ahn assim, vo o senhora e o seu marido saíram da pre o seu marido saiu da presidência,

desliguei também. também na época. Eu fui voltar há quatro, cinco anos atrás agora. desfilar? A desfilar. porque é o resgate. Então, a escola cresce, tudo evolui, tudo muda. hoje um dos itens das escolas de samba é que exista a velha guarda dentro da escola.

Apesar que a Tom Maior é uma escola jovem, ela reno pa parece fênix. renova muito, muita ge, muito jovem, muito universitário. Continua aquela saga, entendeu? Muito O o presidente é novo.

Então, o que foi? Eles saíram procurando, retomando as pessoas daquela época, entendeu? Muitos faleceram, outros não quiseram voltar, outros estão magoado. Tem várias coisas que a e, não é só escola de samba que acontece, acontece qualquer lugar, né? E fui uma das das pessoas que fui convidada e fiquei.
Foi feliz para a senhora, foi bom ter sido reconvidada para participar?
Foi. Pts Foi, fiquei contente. Sou feliz com isso.

Nossa! Muito bom. Muito bom. Muito bom. Porque, assim, dá... Aquela coisa, né, tem quem lembre da gente, né? Do trabalho que você tenha feito. É uma grande, é o ao que eu, para ser bem sincera, a vaidade. que nos, né? Que anda juntinho com nós, né? <laughs> E eu fico feliz sim. Então, vier na velha guarda, apesar que saem bastante pessoas novas, pouca idade, mas é filho de filho. ia desde de quando jogaram a primenta <laughs> a primeira colher de cimento lá e que não sei o quê. Sabe, mas tudo bem. Tem bastante.
A sua filha é ligada também na escola ou ela?
Na Tom Maior, não. Ela é de. é porta ela é Camisa Verde e Branco e ela é porta-bandeira. então ela foi direto. ela já já mudou completamente, mas tem contato com a escola, tal, só que não não não está dentro da escola.

Faleceu fazem quinze dias.

Fazem

Fazem quinze dias. Faleceu. Teve uma uma complicação, né, minha filha internou. Quando viu gente já não estava mais junto, tudo.

<laughs> Não, não. A Que que aconteceu, então?

A gente já não estava mais junto, né? vicê sabe, filho é filho, né? Filho é contato, não interessa o que a mãe tenha passado, nada disso, né? Ah, ele teve uma uma infecção generalizada na bexiga. Ficou vinte e sete dias internado no Hospital Servidores Público e de lá não saiu. Começou, ficou fazendo hemodiálise, que a bexiga não tava funcionando, essas coisas, e de lá não saiu. Então

para São Paulo, nossa, a a imprensa toda foi em cima, por tudo, por o pouco do que eu te contei, por pouco que eu co tenha contado para vocês, mas era um cara super conhecido, entendeu? O Sabe, nem ti em todos

E ahn, nossa, foi uma... Um grande sus Tem gente até hoje que não sabe. sabe, a q abismado. Porque é é aquela coisa assim, eu digo por mim, mas é aquela coisa que tem pessoas que a gente acha que nunca vai acontecer nada. Porque a fortaleza é tão grande, a a ao a disposição da pessoa é tanta sou até suspeita. em dizer, mas a pessoa transmite tanta coisa que parece que nunca vai ficar doente, nunca vai morrer, nunca vai acontecer nada. Porque até hoje nossa a ela como filha, claro que a ficha dela não caiu, e a minha então, entendeu? Está difícil, é gozado, muito gozado, uma sensação muito estranha. Uhm. Muito estranha mesmo, sabe? até hoje, as que nem eu estou di disse as pessoas perguntam, querendo saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer, Não acreditando, não acreditando. Apesar de, nossa, é em que nem eu falei, né, imprensa, foi rádio, televisão, anunciaram, falaram, jornal, tudo. Aí tem pessoas que ainda leem ou ficam sabendo e não acreditam.
não estava doente antes
né? Foi no. Não, não estava doente. morava com outra família, com outro filho, com outros filhos, né? E chegou e reclamou para um dos filhos que Estava urinando sangue e tal. Então, levou no médico. Mas assim, do outro lado a minha e o o meu o o rapaz, ele entrou em contato com a minha filha. Ó O pai, está acon está acontecendo isso, isso com ele, né? Porque eles são tudo muito ligado, né? ela... Ah, então vamos levar no médico. Começaram levar no médico e tal. Quando internaram ele nos servidores público, eu tenho essa linguagem, é minha linguagem. Éh era tarde, porque disso a infecção já estava... Sabe aquelas coisas de homem que não quer fazer exame, não quer, sabe? Aqueles pudor que eles que existe pela ignorância, né? Falar a verdade. Pela ignorância, já...
Mas, então, vamos vamos voltar para eu entender, assim, como f o a chegou até aqui. E quer dizer, faz mais de trinta anos que vocês fundaram a Tom Maior.

depois saíram.

o que que foi que vocês continuaram fazendo? ve ele em termos do samba, né? Como ele ele continuou com as rodas, o que que ele fez. me conta também um pouquinho como que foi vi sendo a vida de vocês até vocês separarem. Uhum. É
ele continuou com o conjunto, entendeu? Trabalhando e... Daí, co correu por ele ser um homem muito dinâmico, ele correu várias escolas, Barroca da Zona Sul, Peruche Nossa, várias escolas ele trabalh trabalhou, entendeu? O que que eu digo trabalho no samba? Éh É você estar com um um presidente, dando ideias, ou ajudando mesmo numa hora de um ensaio, sendo diretor de harmonia.

vezes, até umas pequenas coisas que você faça é um trabalho dentro de uma escola de samba. pró, a escola, né? ele correu várias escolas de

foi acho que eu vou passar um pouco na frente dela, porque ela vem contar a história dela, mas eu já vou adiantar a minha. <laughs> Foi <laughs> convidada para ser porte-estandarte de um bloco lá na Vila Santa Catarina. Foi convidada e tal. E, depois de lá, ela ficou ela ficou cinco anos sendo porta-estandarte. Daí foi convidada por uma escola, por outra escola. Como ela vem contar a história dela, eu não vou me intrometer, tá? daí, ela se tornou porta-bandeira.

o que aconteceu? Quando éh

Foram três ou quatro escolas. Entendeu? Eu estou junto. Então, eu não posso dizer ai não porque sou Águia de Ouro, não, eu sou Camisa Verde, que sou ahn Peruche Não, não é. Estava acompanhando a minha filha, tá? que eu sou? Tom Maior como fundadora e Camisa Verde e Branco. São essas escolas que eu, tá? e é esse trabalho que a gente desempenha. esse ponto, que nem eu v torno volto a dizer que fui convidada para ser fazer parte da velha guarda. E

Fui trabalhar na na União das Escolas de Samba, na UESP. Sou jurada da UESP, tá? Fiz um trabalho de uns cinco, seis anos na no Anhembi trabalhando no Anhembi, tudo isso car tudo isso Carnaval. Porque a nossa vida é uma coisa, né, só reverte assim em
É o Carnaval, né? A sua principal
E, quer dizer, todo todo esse tempo só nessas, entendeu? Tem a um uma entidade que só faz carnaval para o interior, onde nós também somos juradas. assim, nós vamos caminhando nesses trabalhos.

Ah, trinta anos.

Ela tinha cinco anos de idade.
E qual o que que aconteceu entre vocês? Ah
eu te disse logo no começo, ele artista é artista, meu bem, é muito assediado. são assediados, né? <laughs> Não são eles que ass <laughs> que vão em cima de ninguém, né? <laughs> são os santos, entendeu? Mas, independente de tudo, o que levou à nossa separação foi isso. Porque, em em relação a ser humano e e ap e aprender a viver, foi tudo com ele. Foi tudo com ele. Tanto as malícias, como as malandragens, como as maldades e as coisas boas. Eu aprendi com ele, tá? Porque ele já estava vindo ahn praticamente criança, quando eu o conheci, E ele é um homem já mais velho e experiente, né, da vida, ainda pelo trabalho. Então, tudo aprende. Mas o que é isso? Ahn a gente aquele mulher tem aquela coisa de exclusividade, né? Não. Sabe? Daí a fãs ia na porta de casa, na época que eu estou grávida. Não, cadê fulana? Aquelas coisas, né, e não dá para aguentar. E aquele
né? E ciúmes da época do primeiro marido? Voltou a aparecer? Ah

Foi pior? Ah, pior. Teve pancadaria e tudo?
não. assim, deu e em cima. que nem eu fazia com o primeiro, né? Mais que eu ia, eu ia. <laughs> Ia com De repente, eu chegava o num num num lugar que estava dando, que tinha festa, que eles estavam trabalhando, eu chegava, entendeu? Daí já as coisas já mudavam completamente.
virava uma briga? Ah, já
virava. Mas mais de bate-boca do que de agressão mesmo. Agressão.
aí vocês acabaram decidindo...
Não, daí é, sabe?

E eu já com a minha vida, com outra cabeça, tudo, né? Não, não dá, não dá, não dá. graças a Deus, foi sempre assim, éh com conversa, entendeu? Tanto com os dois, sabe? sabe? Mas Vocês continuaram amigos? com certeza. Continu Na primeiro momento tem, é porque fica aquela mágoa, né? Porque eu sei que você está com fulana, porque você saiu com fulana, aquela coisa de mulher. Então, vamos largar, que não sei o quê, não sei o quê, mas sempre esperando aquela coisa assim ps não vai embora, não, que não sei o quê, né? Daí você sempre esperando. Mas, ah numa bo bo boa conversa, resolvemos tudo. Numa boa conversa. E, assim, nós separamos. E Mas continuamos, sabe? época, que éh foi o que você perguntou, tem aquela coisa de ressentimento, de mágoa, Não é para de vou dizer que fiquei de beijinho, não, que fiquei toda comovida com ele, não.

Mas depois foi passando, sabe? As coisas passam e Tudo bem. Tudo bem. minha separação, nessa minha separação, fui fazer curso, fui, fui... Trabalhava como ahn... Sempre gostei de de arrumar as pessoas, sabe? De ver as pessoas bonita e com maquiagem, com cabelo, tudo isso na separação, porque até aí você está le como você está vendo, você não trabalhava, não fazia nada. madame, né? Uhum Daí que eu fui fazer curso no SENAC, sabe? De maquiagem e tudo. um curso, entrei no Hospital das Clínicas e fui ser funcionária pública, sabe? Passei aperreio? Passei, porque e mal entrei no Hospital das Clínicas, já tinha que arrumar uma casa para mim, né, para a minha filha e tal. Vim morar aqui na Fradique, aluguei um quartinho e vim morar na Fradique. aquela coisa assim de sofrimento, mas sempre independente. independente, tá? E minha pus minha filha no parquinho com cinco anos, lá no parque do Hospital das Clínicas, então a gente vinha e ia juntas, estava sempre Daí, aqui ficou muito pequeno, fui morar lá em Itaquera.

Quando não era a conguinha, era <laughs> a a sacola do do parquinho. Causo que vinha de trem, a gente já entrava às sete horas da manhã aqui no Hospital das Clínicas, no Instituto do Coração.

Opa! não é mole, não. Daí, outro dia, eu peguei e comentei assim, tem pessoas que nunca sofreram na vida, né, porque não transparecem. Porque eu vejo uma ruga aqui, e nossa aquela coisa de de cabeça e cabelo branco, que não sei o Claro que é genético, que faz parte da vida, o cabelo branco, ruga, que a gente vai se desmanchando, né? tem pessoas que está sempre bem Parece que nasceu daquele jeito. Por que só comigo? Parece que ninguém nunca sofreu na vida, só quem sofreu fui eu. <laughs> Né? Porque a gente olha na mão. Sou muito vaidosa, gosto muito da minha mão cheia de ruga. Meu Deus, por quê? E fu a mão de fulana Mas é uma verdade, você fica se questionando. Você se questiona, sabe? uma judiação. <laughs> Você é assim, você passa por isso.
Mas cada ruga conta uma história também, né?
Cada ruga conta uma história. Cada ruga. nossa, vivo comentando isso. E é muito triste, né? Tem coisa que a gente procura nem lembrar para a... Daí quando me vem na cabeça, começo a cantar para desvirtuar.
Falando de coisa triste, eu queria te fazer uma pergunta sobre o falecimento do seu filho, né? Quanto tempo foi? O que que aconteceu?
foi num dia das mães, ele morava co... Sempre no dia das mães você tem... Não é, eu tenho uma saga, falei para você que eu tenho um problema com o maio e junho, que é é diz que é o inferno astral, né? Que eu faço em junho o aniversário, mas o meu inferno astral é forte.

Nossa! Porque ela também faz de junho. ele foi para praia e lá, numa briga por causa de mulher, por causa de uma garota, mataram ele. Nossa! Você imagina o telefone tocando para dar notícia, tocando de lá. Nossa, foi uma loucura, eu fiquei louca.
Como é a? O que você sentiu naquele momento? Você consegue descrever para mim?
Não, eu consigo descrever que eu não acreditava, porque eu falava assim, eu como uma profissional da saúde e trabalhando no pronto-socorro, quantas pessoas vi chegar com tiro lá e saírem, com tiro até na cabeça e saírem, né? Do coma, né? que eu quero dizer é, sobreviveram, né? Então, era aquela ideia. Até uma sensação assim, não. Mas ele vai voltar, ele vai sobreviver, porque deram a notícia.

Entendeu? nisso eu fiquei. Não. Mas ele sai dessa. sai, vamos descer. e vamos, po vai internar, traz ele para cá para o hospital das clínicas que ele é e fiquei naquela até cair na realidade.
Né, que. Vamos retomar, então tocou o telefone e não caiu a ficha na hora que ele tinha morrido, é isso?

Ela passou, não deu. Não dá para descrever. dá para descrever tanto na hora da notícia como depois, quando eu soube que que tinha falecido mesmo. Dá não. tem uma sensação se que possa possa passar para as pessoas o que que é essa dor. uma dor muito forte. uma dor no peito muito grande. É o acreditar, desacreditar. hoje, eu fico assim... Ontem foi dia da Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Eu estava na missa e va nossa, será que a gente tem que viver a vida dentro da igreja? Parece que dentro da igreja, você estando dentro da igreja, não vai acontecer nada para você.

Porque se você se pega a Deus, nada de ruim vai acontecer. Estava lá na igreja pensando nisso. Sabe, será que a gente tem que viver aqui dentro? para a gente ter saúde, para gen para pelo quem a gente gosta não se afastar da gente, não morrer. muito complicado, muito complicado. Eu vivo falando também que eu não gosto de dinheiro. É nossa, você é louca que não gosta de dinheiro. Mas eu sou muito mais a fundo. Não gosto de dinheiro por quê? Se dinheiro trouxe e eu tivesse dinheiro e todo mundo que eu amo estivesse juntinho comigo, não morresse, não fizesse o na doença não ficasse doente. Nossa, seria uma maravilha, mas na não é isso que acontece. O que que adianta eu ter dinheiro, ter uma tremenda de uma casa, ter tudo e não ter quem a gente ama perto da gente? Né?
Então fica... E na sua vida, as suas grandes perdas, então, foi éh quem seriam? que você diz assim que foram grandes perdas.
Mas tudo, olha, não, a única... Em relação à família, a uni graças a Deus até agora, mas eu sei que um dia vai acontecer, eu posso ir antes, né, sei lá, mas que eu não tenha perdido foi um irmão. Porque depois meu pai casou pela segunda vez, tenho mais três irmãos. Dois rapazes e uma moça. Então, quer dizer que, ao todos, ao todo, são cinco. E eu estão os cincos a aí, vivos, com saúde, que não sei o quê, porque o resto de experiência já passei por tudo.
seu pai também morreu? Morreu.
Fazem dois anos. Fazem dois anos. Morreu com Tenho experiência tenho experiência de irmão. Que o resto Foi. Já não tenho surpresa mais de nada. Assim aquela gente no que Cada dor é uma dor. Cada um é uma dor, né? Que nem de filho não existe maior, né? nunca tinha ficado viúva, né? agora entre... Mais uma experiência. Por isso que eu estava conversando com Jesus na igreja. o que mais precisa Deus? Né? Mas, e éh s
Mas, eu ia fazer mais uma pergunta isso. Quer dizer, ontem... A senhora estava na igreja, mas a sua religião é espírita? Como foi que, ter sendo criada na igreja e e tendo toda essa relação, né, católica, como foi que que chegou o espiritismo na
vida. A perda do meu filho. Você não vai pelo amor, você vai pela dor. E eu fui pela dor. que eu encontrei consolo, aonde que... Às vezes, eu eu costumo até dizer que a gente fica amarga, fica dura, sabe? Por exemplo, se eu ver uma notícia, ai, fulano morreu. É Fazer o quê? Está marcado, foi assim, quando e tem tem... Nós temos um tempo certo aqui na Terra, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. eu tenho outra visão do que... a morte, pelo aprendizado que eu tive de quando ele partiu, entendeu?
Como é que foi? Foi
Procura minha.

Procurar ou alguma coisa que a gen fizesse nos entender. que nem eu vou responder a pergunta que você me fez. A igreja católica, elas não da essas resposta. Ela não é que ela não dá, ela não tem nem com quem conversar. eu chego com a minha dor, chorando com a minha dor, eu vou chegar, vou sentar no banho e ficar no banho, porque não tem ninguém para me atender, ninguém para me ouvir. verdade o que eu estou falando? a gente procura um lugar que você vá, que tenha alguém que, ai, eu posso chorar, pos livre arbítrio para mim falar o que eu quiser. você depois, você me ouviu? Se der para você explicar que eu vá entender, tudo bem, senão você vai vo voltar outro dia e você vai me explicar tudo o porquê. Então, você vai ler isso, você vai ler aquilo, procure estudar. foi o que eu fiz. É essa força que eu tenho. Isso mudou muito sua vida? E o que eu ia falar de Aí parece que a gente Fica amarga, fica dura. é, gente. A gente aprende. não estamos aqui para ser mente.

Que a gente tem um tempo certo para ir, para vir. Para vir e para ir.

interrompem a vida, elas não se matam? aquilo que ela que ela pegou e e se propôs a fazer aqui. que a gente está aqui para fazer uma por um propósito. as pessoas não aguentam as pressões, não aguentam e se matam, acabam se matando.

Mas ele cumpriu a missão.

É lindo, cumpriu a missão. o que ele se propôs a fazer aqui na Terra.

O tempo que ele...

É assim que é está na nossa vida. Só que a gente não sabe, né, quanto, o eu falei assim, vivo falando, que eu eu vou, e se eu tiver que voltar, antes eu vou ler Vou reler, vou tirar xerox e depois assinar.

Porque a gente... Não, você vai perder seu filho. Tudo bem? Para mim, tudo bem. Você vai perder sua mãe. Tudo bem? Tudo bem. Imagina Aí eu tiro de letra. Eu Tudo você tira de letra. Porque você está doida para vim para outro plano.

você fala... Ah, imagina. Isso passa. Pô, mas gente não sabe o baque que a gente leva aqui.

A gente não sabe o que o q essas perca. Por quê? porque a gente quer realizar um a certas coisas? Querem que a gente quer adquirir certas coisas? Então a gente vai abrindo mão de tudo? Não é por aí, não. Nossa. A gente tem que sofrer. A gente que sofrer. E a gente sofre. Né? E a gente sofre muito, é muito. Por isso que dinheiro para mim não não me faz a cabeça, porque para quê?
Mas, hoje, tendo em vista essa missão, você diria que a sua missão está sendo feita assim? Qual é a sua sensação com a vida?
foi o que eu falei. Daí, eu estou, eu respondi até antes, foi essa pergunta. Daí eu vou ler tudo, vou tirar xerox, dá essa prancheta aí, vou tirar Se eu concordar, saber que eu vou segurar os pepinos, daí eu assino. Tá, pode Pode man me mandar para plano for, que eu estou assinando. se for coisa muito pesada, eu ia falar, não, não, não, não. Vamos rever essa <laughs> isso daí, vamos inverter, porque não dá certo. Você sabe que até a beleza implica. Eu não sei qual a religião de vocês, mas eu vou passar éh tempo eu Nós temos a nossa missão, que nós estamos aqui para cumprir a missão, né, de coisas erradas, reconstruir família, entrar numa família, para fa trazer a paz, qualquer coisa assim. daí, de diz que, assim, eu aprendi que Deus dá dá escolha. Ó Você quer vim vesga, com o pé torto, quer vim... Tem vários, né? Ou você quer vim uma Vera Fischer, né, linda com aqueles olho Não. Claro que eu quero vim bonita. Claro. <laughs> essa beleza vai ter preço. tem preço. Tanto você vê... Olha, vocês podem reparar no que eu digo. Vivo muito atrás disso. Todas as pessoas que têm chance de ser bonita, acabam... Sabe, é Deus que me perdoe, mas acaba num desastre que se acaba toda, a acaba o rosto, acaba a beleza, acaba tudo. é é esportista éh corre, éh não sei o que acontece, corta a perna. vocês pararem para pensar, vocês vão ver. não sei o quê, aquele outro que era navegador do do barco lá, acabou cortando a mal o que ele preci que precisa, sabe, o que a gente usa, mas a gente a gente acaba perdendo. Então, vou sempre ser bonita? Não, eu quero ir bonita. Vai vaidade, claro. Não quero vim feia, quero vim bonita. Nossa, mas tem um preço tão caro. Tem um preço tão caro, que nem ter dinheiro também. É preço é muito caro. a gente sofre muito. E ela é linda, maravilhosa, mas não tem paz, não tem sossego, a Vera, tão é estou falando um exemplo. Vera Fischer é um exemplo, né? Ela não tem sossego, não tem uma paz. É isso que leva. é esse aprendizado que eu estou passando para você, o pouco que eu sei, é o que me fez ir para o Espiritismo, entendeu? É essa é o conforto que traz. Então você, aqui você está para aprender, sabe? você tiver que voltar para esse po para esse plano ou outro, então você já não vai cometer os mesmos erros, uhum, né, que que está fazendo aqui, porque você sabe que é dolorido mesmo, né? Você sabe que é ruim.
Não é bom. A gente está caminhando mais para o fim da entrevista. Eu queria saber, agora pensando na frente, éh, qual é o seu maior sonho, o que você acha que tem que viver ainda, que gostaria?
eu vou responder uma coisa que eu teria falado assim. Nós estamos tudo numa casa e tal, numa festinha. meu maior sonho é esse, meu maior sonho é aquele não para mim não existe o maior sonho. Porque eu não... Eu não procuro sonhos grande, eu procuro sonhos pequenos que eu possa realizar. Foi o que eu respondi e estou respondendo para vocês agora. Tá? se eu se eu quiser um exemplo co um exemplo, quiser comprar um um tremendo de um apartamento, eu sei que eu não vou poder comprar nos Jardins um apartamento, então eu não vou sonhar com isso. Então, daqui para frente, A o ano que vem, hoje hoje eu estou com cinquenta e nove anos, em junho vou fazer, do ano que vem eu vou fazer sessenta, eu vou voltar esses sessenta? Eu não vou voltar. é viver com saúde, entendeu? com a minha filha, né? Eu, por enquanto, graças a Deus está tudo tudo de bom, com as glórias. que eu nunca nem sonhei, nunca pensei ter conquistar conquistar. o reconhecimento por estar com essa faixa agora, esse reconhecimento pelo trabalho que eu tive no mundo do samba. Entendeu? reconhecido. Nossa, isso é glorioso. Com sessenta anos e falar, pô... Nossa, é lindo, é lindo. Tudo de bom para mi Então, é preciso sonhar alto? Não precisa.

E está tudo muito bom.
desse mundo do samba, assim, tem algum samba que te toca especialmente assim, que seria bom você cantar aqui para a gente ter registrado?
Para mim cantar?
tem vários sambas, sim, mas... Eu não sei que que samba me tocaria, porque éh é essas coi é gozado na a vida do sambista é gozada. Cada música é um é uma história da vida da gente. Né? Uhum É um pedaço, é uma história. agora, nesse momento das te, você quer que eu cante? Me dá uma uma coisa assim.
Então, uma história. Se Cada samba é uma história.

Uma história de... Ah. Não, mas eu acho que é melhor eu cantar, assim... Uma música que ele cantava para mim, que quando eu estava grávida da minha filha. Eu não não lembro a letra toda, mas o pouco que eu... Vou cantar um pedacinho só, tá? Uhum. em você o que o amor gerou Ele vai nascer E há de ser sendo Ah, eu hei de ver Ele cantar, Ele sorrir Hei de vê-lo andar

Era uma grande. Uma grande

contar, que a gente não perguntou?
Tem. Ahn Talvez eu já tenha respondido. Nossa, falei até por demais, que não é meio feitio. de agradecer éh... Primeiro agradecer a Deus, né, por tudo, por Como vai ficar registrado, né, acho que que esse trabalho é a mesma coisa que... Ou é equivalente... Sei lá, depois é que eu vou ver, mesma coisa que escrever um livro, já que a gente não pode. não tem todas as lembranças de escrever um livro, é a dificuldade, esse trabalho é um trabalho ótimo que tem que ficar, que vai ficar registrado para o resto da vida da gente, não é verdade? nossa, agradecer a Deus do céu por tudo que tem me dado, agradecer pela filha maravilhosa que eu tenho, pelas pessoas que passaram pela minha vida, tanto as coisas boas, as pessoas boas como as pessoas ruins, os inimigos invisíveis, visíveis e iniv isvisíveis que a gente encontra, né, pelo caminho, nossa trajetória. o mais importante é agradecer a Deus. E chegar, a que nem eu falei há pouco também, a esse ponto de, sabe, de merecimento, das pessoas reconhecerem a o trabalho da gente, O governo do estado me sabe me condecorar, com a, sabe? Pô, não é para qualquer um, né? eu e mais mais onze mulheres, né? É isso que eu tenho que dizer. Vontade de chorar é muito, vontade de abraçar e de amar, é muito, entendeu? uma pena que as pessoas não... Não tem tempo ou não reconhece o amor que a gente passa para eles. É uma pena muito grande, porque as pessoas perdem um tempo tão grande querendo os os de se se brigar, a falar um mal da vida do outro, s não ter a não ter harmonia. Nossa, eles perdem um tempo enorme com isso, porque amar é tão bom. Chegar, beijar, abraçar uma pessoa é tão bom. eu te amo, eu gosto de você, você é bonita. Nossa, como você está bonita. Como é bom de ouvir, como é bom falar. vem dentro do coração, a pa a partir do momento que você fala isso para outra mulher, nossa, como é gratificante. gostaria, assim, que as pessoas que me rodeiam, sabe, que me abraçam, que me